Então, Carlos, eu vou pedir para você falar de novo o seu nome completo, o local e a data de nascimento.

Eles são, meu pai é comerciante, mas minha mãe é do lar.

E você estava falando assim, você tem uma origem... Portuguesa.

Conta um pouquinho assim dessa história, assim, o que você sabe dessa origem, quem que veio para cá, o que você conhece?
Ah, meus pais, como todo imigrante, né, veio veio em busca de uma vida melhor, né? Na época ainda era o regime do Salazar em Portugal, né? Então, era aquele regime meio ditatorial, que o pessoal passava certa privação. E meu pai, como todo imigrante, quis vencer na vida e e veio para cá tentar, né? Minha mãe, da mesma forma também, se conheceram aqui, casaram e formaram família aqui.
E o que você acha que a família de cada um escolheu o Brasil, assim?
o que que ah Eu acho que é mais pela língua, né? Pela língua, parentes que que já estavam aqui, que prometeram uma certa acolhida, alguma coisa com uma certa facilidade. Principalmente por causa da língua, né? A cultura que é muito parecida.

E como que eles se conheceram já aqui no

Conta para a gente como é que foi isso.

Bom, o que eu sei é que foi num baile na portuguesa, né? No Clube da Associação Portuguesa de Esportes, eles faziam sempre bailes para comunidade. E meu pai conheceu minha mãe ali. Meu pai, ele trabalhava de, na época, se não me engano, ele ainda trabalhava de porteiro de hotel. Não tinha nem o primeiro comércio ainda. E minha mãe era empregada doméstica no Pacaembu. Foi aí que eles se conheceram, num baile.

E vocês torcem pela portuguesa? Como é que é isso?
Eu sou doente pela portuguesa. Eu sou doente pela portuguesa. Meu pai é português do Paraguai, é São Paulino. Mas como ninguém é perfeito, mas agora eu, meu filho, nós somos doentes. Minha filha, doentes pela portuguesa.
Ricardo, conta um pouquinho para a gente, assim, a tua infância. Onde você nasceu, que bairro, né? Quem são seus irmãos, irmãs?
Tá, eu nasci no Sumaré,

Foi o primeiro bar que ele teve e morava numa casinha de fundos, Começo de vida difícil e tal, né? E minha mãe cuidava da gente. Veio minha minha irmã mais velha, Isabel, que ela nasceu em sessenta

Que bairro você passou sua infância?
Eu passei minha infância numa parte dela, né?

E, Carlos, conta o que era, assim, para a gente, assim, começo da década de setenta, como é que era São Paulo, como é que eram as ruas, vocês brincavam nas ruas, como é que era?

Então na época ali tinha muitas chácaras, é ruas de terra, córregos ainda abertos, a gente brincava no meio do mato, pessoas levavam animais para pastar. É, parecia coisa de outro mundo. Quem vê aquilo hoje não fala o que era aquilo. Então a nossa brincadeira era jogar futebol na rua, era soltar pipa, jogar pião e brincar na casa de um amigo, de outro, assim, no meio da rua mesmo. Isso foi na década de setenta que nós mudamos para lá. Eu lembro da Copa do Mundo de setenta, teve aquela festa na rua, o pessoal em cima de carros, tudo. Era uma época bem legal, bem gostosa.
Quem que era seu grupo de amigos? Com quem você andava nessa época?
Olha, nós éramos em, eu e minha irmã, minha irmã mais velha, eu tenho uma outra irmã mais nova, que não é dessa época ainda, era eu e minha irmã mais velha, mais um casal de amigos que moravam umas três casas abaixo, o Zezinho e a Regina, e tinha a Silmara e o Sérgio, esses eram os nossos amigos, que a gente ficava sempre juntos ali, mas tudo da vizinhança, que minha rua era uma rua sem saída, uma rua de terra sem saída, dava o final dela era um córrego, então ali era com poucas crianças, então nós seis éramos os que mais ficávamos juntos.
Tira uma dúvida minha, Carlos. assim é é A MOCA é considerada como um bairro de imigrantes italianos, a gente tem essas setorizações. No caso desses imigrantes portugueses mais recentes, tem algum bairro que se localiza mais em São Paulo?

Tem bastante. Uma boa parte é daqui. Vila Maria, também, eu acredito que a grande parte de portugueses de concentração é ali. Vila Maria, Parque Novo Mundo, na Zona Norte.

tinha amigos assim da mesma origem que que que seus pais os?
Não, na minha infância não. Na minha infância não, é a origem de brasileiros mesmo. Aliás, não minto, o Zezinho e a Regina, eles eram filhos de portugueses também. Eram filhos de portugueses também, até hoje nós temos contato. e
E me fala uma coisa, assim o que que você reconhece, assim que tradição que veio, que ficou de Portugal, dessa dessa dessa coisa dessa vinda para o Brasil? O que que você acha assim que é forte na sua família? Culinária, jeito de ser, costumes?
Eu acho que é o jeito de ser.

Porque a culinária você acaba se adaptando ao país que você está. né Agora, o jeito de ser, é aquele espírito trabalhador, lutador do português, não que as outras pessoas não tenham, mas o português, como ele já é um imigrante, que ele veio para vencer. Já já como reza a história antiga, ele é um desbravador, um descobridor, então ele veio para vencer. E a gente acaba pegando parte dessa educação europeia rigorosa, tá que meu pai teve uma educação muito rigorosa, a minha foi rigorosa, mas segundo ele falou, não é nem perto do que foi a dele, está entendendo? Mas é eu acredito que é essa educação europeia bem rigorosa e o espírito de vencer.
O que caracteriza essa educação mais rigorosa que você recebeu? assim O que que você acha? que
Eu era um eu era um moleque muito safado, sabe? Eu gostava muito de de rua. entendeu Eu não gostava muito de estudar, eu gostava muito de rua. E meu pai reprimia a gente, até com uma certa preocupação, alguma coisa assim. a gente Hoje, como eu sou pai, eu entendo. Mas naquela época eu falava, meu pai é um chato, não deixa eu sair na rua, não deixa eu brincar. Mas hoje eu entendo. esTá entendendo por quê? Porque eu sou pai. Mas acredito que basicamente é isso aí.
E tinha que estudar, tinha que trabalhar também? como é que Você ajudava seu pai quando você era adolescente?

Não, meu pai sempre, sempre incentivou a gente a estudar.

Ele deu todas as chances da gente estudar onde quisesse. Na época em que eu estudava não tinha muito nessa história de colégio particular, né? E mesmo porque a situação do meu pai, coitado, não era... Das melhores, ele vivia para para sustentar a gente, trabalhava muito para sustentar eu e minha irmã, e depois veio assim em setenta e cinco veio minha irmã mais mais nova, aí quer dizer, já são mais uma boca e tudo, e a situação não era das melhores, mas ele sempre incentivou a gente muito a estudar, certo? Eu nunca gostei, vou te ser sincero, eu nunca gostei. Eu gosto de ler bastante, eu gosto de me informar bastante, eu estudei até o primeiro grau e tive a opção de jogar futebol, Também, de jogar futebol, ele me deu essa opção também, eu fui numa escolinha, é participei dessa escolinha, quando eu ia ser encaminhado para um clube, ele falou, agora é vou com você, o que você prefere, estudar ou trabalhar? E eu, esperto para caramba, preferi trabalhar com ele.
Quais anos você tinha nessa época?
Dez anos. Dez dez para onze para onze anos.
Já teve que fazer essa decisão, tomar essa decisão.
Aí eu decidi trabalhar com ele. Mas no começo você trabalhava mais assim na época de férias, não é porque você tinha o horário de escola. Ou você trabalhava de manhã, nas nas férias com ele, minto ou você estudava de manhã ou você estudava à tarde. Então não dava para trabalhar com ele. Eu fui começar a trabalhar com ele em quatorze anos, num numa freguesia de doces que ele tinha. Freguesia de doce o que que era? O pessoal mais antigo conhece, aqueles caminhãozinhos da Balas Kids, da Bela Vista. Então ele tinha um caminhãozinho das Balas Kids, aí eu comecei a trabalhar com ele. Mas trabalhava e estudava à noite.
Mas como é que era esse caminhãozinho?

pela rua
Ele tinha uma certa freguesia, uma freguesia já formada, tá? Primeiro ele tinha ele tinha padaria no centro, aí eu trabalhei com ele já também estudando à noite. Depois da padaria que ele comprou esse caminhãozinho e ficou... Acho que, se não me engano, sete anos com essa freguesia e eu trabalhando com eles. Então, é uma freguesia que você tinha já aquelas pessoas de visitas certas, semanais, certo? Bem na periferia da Zona Sul mesmo, entendeu? E a gente trabalhava de segunda, terceira e quarta, fazia a freguesia. Na quinta-feira, contava o caminhão, arrumava estoque, lavava o caminhão, porque você não podia entrar na Tostines com o caminhão sujo. E na sexta-feira ia carregar. é Se chegasse o caminhão sujo na Tostines, eles barravam, não deixavam você carregar. E era particular, não era da firma, representava a firma, mas era um negócio particular.
Quem que era essa freguesia fixa de vocês? Eram moradores da rua, casa ou pequenos estabelecimentos?
Pequenos estabelecimentos, padarias, mercadinhos. Também foi numa época muito boa, foi na década de oitenta, mais ou menos, final de setenta, na década de oitenta, entendeu? E nós fazíamos a região de Santo Amaro. Então, começava ali na estrada do Mboi mirim até Itapecerica da Serra. Então, era uma região que você parecia que estava no interior. Até um certo ponto você tinha muito assim favela, bandido, nós chegamos a correr muito de bandido. Fui assaltado duas vezes, mas não com o meu pai, com o sócio dele, porque com o meu pai ele tinha um certo traquejo para lidar com o pessoal. Meu pai, por exemplo, fazia uma favela de terça-feira, que era em Santo Amaro, ali na estrada do mBoi Mirim, Jardim Ângela. Chegou a ser um dos lugares mais violentos de São Paulo, Capão Redondo, Jardim Ângela. Nós fazíamos uma favela, nós íamos bem no miolo da favela. Ela era um morro e ela descia, descia, descia, você ia até chegar lá no miolo dela. Ruas sem saídas, uma coisa horrível. Chovia, o caminhão atolava, era uma coisa horrível. Mas aí o que que acontece? As crianças chegavam perto e pediam para ajudar a carregar. Meu pai, muito vaselina com a experiência dele, né? Chegava, não filho, vem ajudar. E abria um pacote de pipoca, distribuía para as crianças. Muitos ali eram filhos de bandido. Entendeu? Então não faziam nada. O sócio do meu pai, que foi inclusive foi o primeiro patrão dele aqui no Brasil, depois se tornaram sócios.

se tornaram sócios. é ele Um mês trabalhava meu pai comigo, outro mês era esse sócio. tá Então, o que que acontece? No mês desse sócio, o moleque chegava perto, ei tio eu posso ajudar? Sai daqui, moleque, não me perturba. Aquele negócio todo aí. Ficou aquele negócio. Tanto é que as duas vezes, por coincidência ou não, eu fui assaltado junto com ele. entendeu Quando eu estava junto com ele trabalhando. Porque eu trabalhava direto, eles eram um mês cada um.
Tinha menos traquejo.
É, bem menos, viu? Bem menos por sinal, viu? Cheguei a perder muita aula por causa dele.
Aula? por que

Porque é o seguinte, você a gente trabalhava até umas duas horas, chegava umas quatro horas da tarde em casa, repunha a mercadoria que foi vendida no caminhão, tinha um pequeno estoque na garagem do meu pai e depois eu ia para a escola à noite, entendeu? Só que esse homem, ele ele fazia umas coisas absurdas. Ele era uma figura, continua sendo, né? Mas naquela época, você acredita que ele ele chegou a atolar o caminhão no asfalto. Ele era tinha, não sei se era tanta sorte, ou ele perseguia os buracos, ou os buracos o perseguiam. Ele parou uma vez num buraco na frente do cliente e até nós avisamos, seu Cardoso, esse asfalto tá meio fofo aí, né? Não, pode deixar esse caminhão aí mesmo. O asfalto cedeu e o caminhão caiu dentro do buraco. Para tirar, tinha que esperar o guincho da associação vir do até chegar lá. Então aí você já viu, era sete horas da noite, você tava no meio do mato.

Aí depois tinha que chegar em casa e repor o caminhão ainda para trabalhar no dia seguinte. Aí você perdia aula, já perdia sono, perdia janta, perdia tudo.
Oh Carlos, e dessa experiência, assim o que que você traz para a vida hoje? Você é comerciante, né?
Eu sou comerciante.
O que que você traz dessa experiência para o dia de hoje?
O que eu trago hoje é o seguinte, que é tudo o que eu sei eu aprendi com meu pai.
Quer parar um pouco?

Não, desculpa. é que É que realmente tudo o que eu sei, aprendi com ele. E continuo aprendendo. né E o que eu sou hoje, eu devo a ele. O que eu sou, o pai que eu sou, procuro ser um bom pai, um bom marido, honesto, entendeu? que E devo a ele.

Minha mãe também, que sem educação da mãe também tem que...
E como é que era a convivência sua assim com suas irmãs? São duas irmãs?
Tenho duas irmãs, a Isabel e a Sandra. A Isabel sempre sempre foi a que mais me acompanhou até setenta e cinco, porque era só nós dois juntos. Então nós brincavamos todos juntos, certo? Aí depois veio a Sandra. A Sandra tem uma diferença de idade de dez anos comigo.
Caçulinha, né?

Então até hoje ela é mimada. Eu mesmo mimo ela até hoje, sabe? Então quando ela nasceu, em setenta e cinco, eu ficava olhando para ela no berço, brincando. Então até hoje ela é o xodózinho. Não que eu goste das duas igual. Minha família é minha vida.

Minha mãe, meu pai, meus filhos, minha mulher. E e é assim. A Sandra sempre foi a mais mimada. a nossa convivência sempre foi muito boa. Tinha as brigas, como todos os irmãos. Tinha situações super engraçadas, que você morre de rir. Eu lembro de uma vez... Nós estávamos se chutando por baixo da mesa. Você senta para almoçar e a molecada começa a se chutar por baixo da mesa. E aí começa, mãe, manda o Carlos parar, mãe, manda a Isabel parar, mãe, manda a Sandra parar. Aí minha mãe não aguentou e saiu correndo atrás da minha irmã, da Isabel. Nesse dia eu lembro. E ela correndo em volta da mesa e eu já me retirei para o meu canto, né? E minha irmã não minha mãe não conseguia pegar minha irmã. Porque ela era muito veloz, né? Não conseguia pegar. Ah, minha mãe não teve dúvida. Foi na fruteira, catou uma laranja, jogou. Acertou bem no meio da testa. Aí ela deitou na hora. Essa foi uma situação engraçada. E uma outra vez também que minha mãe me pegou, me quebrou um cabo de vassoura em cima de mim. Só sei que eu gritava, socorro, vai me matar, vai me matar. Então tinha essas situações aí, de molecada mesmo, né? De molecada. A Sandra é muito danada. Minha irmã a minha irmã Sandra é muito danada. Ela era para ter nascido moleque, tanto é que a gente pensava que ela ia ser um menino, chutava muito a barriga da minha mãe e tal. E hoje ela fala nossa fala pelos cotovelos, só vive dando risada. Quando era criança jogava bola com os moleques na rua, era goleiro. Mas só só onde tem uma sacanagem ela está no meio. Ela é assim, só vive rindo e fala alto e espalhafatosa e tal, mas um coração muito bom. As duas. Acho que vem também do que os pais ensinaram. As duas, nós também temos um coração muito bom e o que a gente puder fazer para ajudar os outros, a gente faz.
E assim, tinha diferença na educação sua, que é o menino, essas meninas, tudo igual?
Nenhuma, tudo igual, tudo igual. Meu pai me ajudou sempre muito, muito. Meu pai é Eu acredito que até hoje meu pai fez mais por mim do que pelas minhas irmãs, entendeu? Eu eu sei que eu tenho consciência disso, meu pai fez mais por mim pelas minhas irmãs, né? E mas... Sempre foi a mesma coisa, o mesmo amor, mesma dedicação, mas eu tenho consciência que meu pai, talvez por eu ser o primogênito, ter já a minha família, as outras não tem ainda. Uma ainda vai casar, a outra ainda não casou. Ele me ajudou mais até agora, pelo menos, eu

Não, é o meu.

Quer desligar? É, eu vou desligar.
Melhor. Carlos, e voltando um pouquinho então, é você não gostava de estudar, você frequentava escola.
Frequentava.
Como é que era a sua escola? Você tinha uniforme? Como é que era isso?
Olha, eu lembro do meu primeiro dia de aula.

Existe até hoje essa escola, é uma escola estadual. E meu primeiro dia de aula, minha mãe me arrumou todo bonitinho, me penteou, shortinho, tal, todo lindinho. Só que a gente tinha que andar mais ou menos aí uns cinco quilômetros para chegar na escola, andando. E as ruas todas de barro tal. Tudo bem, fomos, tínhamos que atravessar um córrego com uma ponte. E fui para a aula, meu primeiro dia de aula, lancheira, lanchinho, aquele negocinho. Choveu, menina mas uma chuva infeliz. Eu estava dentro da aula. Quando foi na hora da saída, minha mãe vinha me buscar. Meu pai, como eu te falei, ele tem da época das vacas magras. Ele não tinha condição nem de pagar uma perua. Então minha mãe fazia o sacrifício de pegar a gente. Mas uma chuva tremenda. E aquele negócio, aquela bagunça, aquela chuva, perua, molecada, primeiro dia de aula, eu me perdi da minha mãe. E fui embora para casa chorando.
Sozinho?

Isso aí eu tinha sete anos, entendeu? E fui para casa chorando. E chegou nesse córrego para atravessar.
chovido.
Chovido, o córrego transbordou, a água chegava a passar por cima da ponte. E eu chorando atravessei aquela ponte. Eu não sei se é por Deus ou pelo quê, eu consegui atravessar aquela ponte, não tinha onde você se segurar e a água passava por cima, eu atravessei aquela ponte e cheguei em casa chorando, cheio de lama. E depois disso minha mãe chegou tal e me deu um banho, eu até dormi na cama dela esse dia, tudo né
Quantos anos você tinha?

Isso aí me me deixou bem marcado, né? Foi nessa primeira escola. Depois eu saí, fui para mais próximo de casa, abri uma escola municipal e aí eu fui para essa escola. Mas nunca gostei muito de estudar, eu gostava muito de bagunçar. Bagunçar eu gostava.
O que que você aprontava na escola?
Ah, não, juntava a turminha do fundo, sabe como é que é, né? Turminha do fundo é terrível, né? Aí eu ficava nessa escola, uma vez nós fomos eu fui até convidado a me retirar da escola, né? Eu e mais a minha turminha, porque aprontamos uma briga na quadra lá com a turma da oitava série e sem querer um acertou um murro no olho da professora que foi apartar. Foi um salseiro. Aí a gente foi convidado a se retirar. Mas aí tinha, assim, piadinhas. Eu interrompi a aula. Uma vez eu interrompi a aula da professora de matemática, a dona Sanai, uma japonesinha. muito boazinha, muito legalzinha. E eu interrompi a aula dela por uma coisa absurda. Ela chegou e disse que falou para a minha mãe e quase me que na reunião ela contou para a minha mãe E minha mãe chegou em casa e falou, faz passar vergonha. A aula rolando. E todo mundo concentrado. E eu, professora, o açougueiro perto de casa foi preso. Foi não sei quantas viaturas da pê eme, pegaram, bateram nele. E ela, nossa, mas coitado. E continuou dando a aula dela. Professora, eu fiquei com uma dó do açougueiro. Minha mãe vai todo dia comprar carne nesse açougue Eu fiquei com dó dele porque bateram nele, a mulher dele chorou e tudo mais. Nossa, mas por que fizeram isso? É porque ele estava vendendo peito de vaca sem sutiã. Eu interrompi a aula com essa piada idiota, entendeu? Nossa, aí ela falou para a minha mãe, minha mãe quis me matar quando chegou em casa. Então, essas passagens, eu era muito assim, né? ia para a escola, estudava, até até hoje eu me considero inteligente, sabe? Mas, nossa, não me põe um livro na frente, não me faz ficar ali, porque não é comigo, não. Não é comigo. Não sei se é bom, se é ruim, mas não é comigo.
Ô, Carlos, e quando você vai ficando mais jovem, assim, né? Adolescente, como é que você começa a sair à noite?
Aí foi
lugar para sair? década de oitenta
aí foi piorando, né? Porque veio a década de oitenta, é primeiro final dos anos setenta, aqueles bailinhos de garagem, entendeu? é Com música black, música lenta, aquele globo, é tipo Quem é mais velho lembra a novela Dancing Days. Então eu lembro que na na rua onde eu morava, tinha um rapaz, o Evandro, ele era bancário, então o que ele ganhava ele comprava em aparelhagem de som e disco. E o baile era no porão da casa dele. Os pais permitiam, né? Então ele comprava aparelhagem de som, aqueles globos de iluminação, não sei o que.
A luz negra.
Luz negra. E o baile era lá. e E a gente pagava, acho que era um cruzeiro na época, para entrar, para ajudar também a conservar o lugar, né? E, às vezes, consertar alguma coisa que a gente quebrava na casa, senão o pai dele matava ele, né? Mas os pais liberavam, os pais deles eram muito legais. O seu Braz, Dona Ana, liberavam. E a gente fazia os bailinhos ali de sábado à noite, né? Então, eu tinha hora para chegar em casa. Mesmo sendo na rua, algumas casas para frente, era meia-noite em casa. Mas eu nunca o meu relógio nunca combinava com o relógio do meu pai, E aí tinha aqueles esporros, tal mas era legal, era normal de moleque.
O que vocês bebiam assim?
não na época nada Não, na época nada. Nessa época aí a gente não bebia nada.
Cola, refrigerante? refrigerante
sim, mas bebida nada. Aí depois veio as décadas de oitenta, você vai tendo dezoito anos, aí você ganha seu primeiro carro. Primeiro carro é sinônimo de fusca. Mas eu adorava meu Fusca. Meu pai me ajudou a comprar, me deu né meu primeiro carro. e Eu adorava ele, eu lavava ele. E a gente se reunia muito em Moema já nessa época. dezoito

Foi a época do New Wave, aquelas calças quadriculadas, as camisetas é verde-limão, as coisas todas. Era uma época muito legal. E a gente se reunia muito na Avenida Miruna. Não, não Miruna, não. Por trás do Shopping Ibirapuera... Não lembro. Nossa, é bem conhecida, mas eu não lembro agora. Um barzinho se chamava Murilo, o bar eu lembro. Chamava Murilo. E lá a gente tomava batida e reunia todo mundo de carro, é som alto. Então naquela época era muito gostoso, porque era assim. Mas não tinha mais esse negócio, rola é

Tinha pessoal que consumia, mas não tinha muito, também ficava na deles, tal não era coisa tão pesada. Briga também não tinha muito, entendeu?
Que música vocês ouviam nessa época?
Bom, aí primeiro era música black, música lenta. Depois veio a época do New Wave, a gente vai no New Wave. aí Depois que teve muito a época do veio a época do quando quando surgiu Engenheiros do Havaí, entendeu quando surgiu Barão Vermelho, entendeu toda toda essa essa época, érre pê eme, ira, toda essa época a gente curtia tudo isso aí. O Renato Russo, eu cheguei a conhecer a mãe dele. Por acaso, eu namorei uma menina que a que a que eles moravam em Brasília, né? E eu namorei uma menina que ela tinha uma prima que morava em Campinas. E o pai dessa menina, ela ele trabalhava em Brasília. Negócio do governo e trabalhava junto com o pai do Renato Russo. E as mães se conheciam. E uma vez eu vi ela na casa dessa menina em Campinas. Dessa prima da minha namorada. Era super legal, muito louca. A mãe dele? Mas era muito legal. Era muito legal. Então, nessa época do Legião Urbana, ela dava disco para a gente e tudo. E acho que foi o conjunto também que mais marcou a minha minha juventude foi o Legião Urbana. Eu gosto muito deles até hoje.
Que mensagem que eles passavam na época? assim tinha uma coisa bem forte né tinha
Tinha uma coisa bem forte

é Era um grito de liberdade, entendeu? Porque mesmo na época você tinha acabado de sair mais ou menos, desculpe, numa ditadura, tá? Naquela ditadura. E você começava a almejar por mais coisas. Eles, tipo, abriam teus olhos. Eles tinham uma mensagem muito legal também, entendeu? Música de acampamento. Era muito legal. Eles davam uma mensagem muito legal para você.

E os namoros?
Os namoros foram muitos, foram vários. Nossa, eu entrei em cada enrascada por causa de namoro. Mas tudo bem, né? Minha mãe cobria sempre minhas falhas, né?
Sua mãe era a grande aliada.
Minha mãe é. Minha mãe cobria minhas falhas, assim, às vezes. É, não tá, foi não sei onde, tá dormindo. Ah, tá foi não sei aonde. Então, aí eu saía dali, combinava a história com a minha mãe. Quer dizer, minha mãe sempre, né? Sempre me me ajudou nessa nesse negócio de namoro. Mas até que eu não fui muito namorador, não.
E como você conheceu sua esposa?
Minha esposa foi um negócio bem curioso. Eu era noivo na época. Eu fui noivo por livre e espontânea pressão. entendeu eu estava namorava há quatro anos com a menina, só que a mãe dela se metia muito na vida da Eu estava vendo que era um negócio que não tinha futuro, né? é E a mãe dela se metia muito na vida da gente. Ela era assim, eu falei, pô, pelo amor de Deus, não dá, pô. Não dá, entendeu? Então você escolhe, ou a gente tem que conscientizar a sua mãe que a gente vai ter uma vida e tal, não dá. Aí foi, ainda que foi enchendo o saco, desgastando e tal, e a família pressionando, vou ficar noivo, e ela também, eu falei, tudo bem, eu fico noivo. Mas não me responsabilizo pelo que vai acontecer.

Andei numa época ruim com ela. Nisso meu pai comprou uma padaria. Foi a primeira padaria que ele também me ajudou a entrar como sócio. Padaria Java, na Praça Pérola Baiton, ali no centro da cidade, do lado do Teatro Imprensa. E depois uns dez dias, dez ou quinze dias, um mês que eu estava na padaria, eu vi minha esposa, que hoje é minha esposa, a Flávia, né? E eu, nossa, achei ela uma boneca. Ela era realmente...
sua da
padaria, é. Eu estava lá na padaria uns dez dias. Aí eu vi ela. E gostei dela, né? Até hoje eu comento do shortinho que ela está, porque ela tem umas pernas muito bonitas. Realmente minha esposa tem umas pernas muito bonitas. E, aliás, ela é toda bonita, né? Mas aí eu me chamou a atenção. Até hoje eu comento isso com ela, né? E também eu chamei a atenção dela. E ficou nisso. Um belo dia ela foi comprar a ficha telefônica para me telefonar. Na padaria. Aí ela chegou na na no caixa e e falou assim para mim, dá a ficha telefônica. E eu todo dengoso, dei a ficha telefônica para ela, recebi o dinheiro e tal. E ela foi embora. Quando eu fui conferir o dinheiro, faltava dinheiro. Eu falei, filha da mãe, me deu o chapéu. Mas aí tudo bem, passou, né? Depois ela voltou para comprar um sorvete. E ela e ela, até hoje, ela é muito geniosa, sabe? Ela ela é uma pessoa maravilhosa, uma boa mãe, uma ótima esposa, sabe? Ela é tudo para mim, sabe? É o meu alicerce hoje. e Mas também ela ela é danada, ela tem uma língua que não cabe na boca, é geniosa, sabe? E ela ela chegou e falou, eu falei, ó, você veio comprar a ficha telefônica e faltou dinheiro. Ela falou, é problema seu, você tinha que ter conferido na hora. E virou as costas e foi embora. Eu falei, mas é muito folgada essa menina,

Aí continuou que a gente marcou de sair, nós saímos, eu expliquei minha situação para ela, que eu era noivo, tal, tal. E fiquei naquela, porque, sabe, eu não ia me atirar de cabeça assim numa relação nova, sem saber quem era a pessoa. Então eu fui cozinhando o galo para conhecer ela melhor, né? Aí que eu vi que realmente era uma pessoa que era uma pessoa sofrida também. Minha esposa é de Natal, do Rio Grande do Norte.

Ela veio para cá, teve alguns problemas de família, né? e E foi uma pessoa meio sofrida e tal. Eu via que era uma pessoa realmente que também queria batalhar por alguma coisa na vida, apesar da pouca idade dela que ela tinha na época e tudo. E aí o ela pegou, chegou um dia, ela me deu o ultimato. Ou você fica comigo ou você fica com ela. Aí eu fiquei pensando assim, ela virou para mim e falou, fica comigo, vai. Eu falei, pronto, aí... Aí eu já fui na outra, já não estava muito legal o relacionamento mesmo, já o negócio estava bem desgastado. Aí eu fui na outra, já terminei, expliquei para ela, terminei e continuei com ela.

Continuei com ela e depois, no fim, a outra quase acabou com o meu casamento, né? Que hoje é casamento, porque ela não acreditava ainda no final do negócio, né? E um belo dia eu estou trabalhando lá na padaria, minha a Flávia, que é minha esposa hoje, morava ali perto. Um dia eu estou lá na padaria e a outra me aparece com as minhas irmãs lá, mas já tinha terminado, certo? E eu, puta, mas eu já terminei com a menina, o que ela está aparecendo aqui, né? Só que nisso eu dei o azar da irmã da minha mulher aparecer na padaria também, E minhas irmãs entraram para dentro do balcão, eu estava no caixa, e minhas irmãs entraram para dentro do balcão junto com ela. E a minha cunhada viu, porque hoje a minha cunhada viu. Chegou e foi falar para a minha mulher, olha aí que o cara está trabalhando. Você tem certeza que ele está sozinho? Depois eu vi uma mulher lá morena, de cabelo comprido, encaracolado, lá dentro do balcão. Nossa, aí a mulher foi lá. Sorte que a outra já tinha ido embora. Ela foi lá na padaria, ela falou, e para explicar para essa mulher. Mas aí depois ela entendeu e e tudo bem. Aí nós namoramos, noivamos, casamos em dez meses. Olha que beleza. e dia vinte três, agora do mês que vem, faz quinze anos de casado.
Nossa, que beleza. é e vocês têm filhos?
Tenho dois filhos, o Guilherme e a Vitória.

Quantos anos eles
O Guilherme tem onze e a Vitória tem
cinco tá E Carlos, vamos falar um pouquinho dessa paixão pelo futebol? Vamos. o que que Como é que surgiu, dos tempos da portuguesa, vem da origem dos pais, como é que é isso?
Eu sempre gostei muito de futebol, né, eu sempre sempre gostei muito, como te falei, eu já, eu joguei em escolinha, depois na época de ir para um, para um clube e tal, tentar um juvenil, porque começava no dente de leite né, outro dia não, hoje em dia é fraldinha, chupetinha, não sei o que, é infanto, mas ali não, ali você chegava no dente de leite juvenil profissional. Aí eu peguei e não não, não, não segui, não segui no futebol. Mas sempre gostei de jogar bola, sempre sempre fui um bom jogador, jogava na escola, jogava em times de várzea, né? E fiquei um tempo parado. Né Gosto muito da portuguesa, ah vou em todos os jogos, só não vou em mais jogos ainda, porque a atividade agora é outra, agora eu sou um pai de família.

Então eles entram em campo no colo de jogadores, aí o time se apresenta, o pessoal da federação bota todo mundo para correr, tem foto com jogadores, com técnico, presidente do clube eu conheço de nas, meu filho tem acesso à sala do presidente da portuguesa a hora que ele quiser, então a gente tem essa paixão aí. Ee De uma brincadeira nasceu o time, da quadradinha, uma brincadeira.
Como é que é esse time?

Foi fundado dia dia vinte e três do dois de dois mil e sete, por uma brincadeira, como eu te falei. Começou a jogar todo, cada um com o seu, seu short, com a sua camiseta, só de brincadeira. O negócio foi evoluindo, os clientes começaram a pegar simpatia, tá? E hoje o negócio está bem organizado, os clientes contribuem com bola, material esportivo

E a gente joga, joga às vezes até para valer mesmo, entendeu Joga com outros times, vai para outros lugares jogar.
Mas como que vocês começaram assim a? O pessoal que frequenta a padaria, cliente ou vocês que trabalham junto
Não, foi entre os funcionários. Para te falar a verdade, foi um, foi um funcionário até que eu tinha lá que ele não jogou nenhuma partida.

Um aplicador de primeira, um avião, tinha que ficar de olho nele em tudo, entendeu? E e ele era era, ele era tipo assim, ele vinha com umas tiradas até legais, né? Eh eh, ó o o, ca cadê fulano? Fulano se suicidou, pulou num pé de alface, entendeu? E era esse tipo de coisa, era um cara assim mais, um cara honesto e tudo mais, mas não ligava muito para a coisa, cariocão, sabe? E ele inventou de formar esse time. Aí todo mundo, na hora que formou o time, a mulher não deixou ele jogar.

Nós ficamos lá esperando e até hoje estamos esperando ele, já faz um ano. Ele saiu da padaria e tudo e não voltou mais. E aí começou o time. E aí a gente começou a falar com o cliente, aí começava a gozação, vocês são tudo uns perna de pau, tal, não sei o quê. Aí começou Aí começou clientes ir assistir o jogo, que a quadra onde a gente joga, nós não pagamos nada por ela, né? Foi o comandante do batalhão, vigésimo terceiro batalhão, que cedeu a quadra para a gente também, por amizade, porque a gente tem um bom relacionamento com clientes do bairro, tudo, né? A gente não é ma, não é nem tipo um comércio, a gente é mais assim, utilidade pública. Ó, pô, estou precisando de um, de um mamão, acabou meu mamão em casa, acabou um limão, você me arruma, você não sei o quê, pô, me troca um chequinho e tal, pô, me empresta um um um botijão de gás. Então é assim, né? A gente interage muito com a comunidade, né? E então o pessoal começou a incentivar a gente e começou a ir torcida. Aí a torcida foi aumentando A gente precisa, por exemplo, eles ajudam a comprar um uniforme, eles dão uma bola, eles dão uma rede. É assim. Teve um cliente agora, que eu não sei nem o, vou nem falar o nome dele, que eu não sei se ele vai gostar. Pô, ele doou o uniforme, o segundo uniforme completo para a gente hoje. Vai ficar pronto hoje o uniforme. Doou o uniforme completo. Nós fomos pedir assim e doou. E é assim um negócio muito legal, porque a gente extravasa ali, né? O serviço de padaria ele é, ele é bem maçante, é de domingo a domingo e um horário eh muito puxado, tipo das quatro da manhã que a gente acorda até duas horas da tarde. Meu pai às vezes sai e gosta de fazer compra, ainda vai fazer compra, como agora, estou dando essa entrevista, ele deve estar algum atacado por aí fazendo compra. E começou assim. Então de a gente extravasar. E a gente brinca, a gente dá risada, a gente chama o pessoal para jogar. E o negócio deu certo. Não sei se está dando sorte que um ano de fundação o time só perdeu duas vezes.
Com quem que você
E não jogou duas vezes só não, <laughs> jogou várias.

Já jogamos, nós já chegamos a jogar com o Sindicato dos Porteiros. Uhum. Aí já é futebol de campo, porque o nosso time é é grande, tem bastante gente. Então dá para formar um time de futebol de salão, de futebol society e de futebol de campo. Onde tiver jogo, a gente vai, entendeu?

Entendeu? Todos eles têm time de futebol também?

Olha.
Tem, eles têm um timinho e tal. Quer dizer, começou a nascer mais o espírito de time deles eh pela gente, que a gente foi incentivando. Eh eles iam na padaria tomar café e a gente ficava tirando sarro. Vamos arrumar um jogo contra, ah vamos fazer um catado lá e jogar contra vocês. Aí começou e agora eles têm.

E assim vai.
E que horas vocês jogam com esse horário tão puxado, assim? Que horas vocês costumam
Às três horas da tarde, no máximo, está todo mundo lá. Porque é perto da padaria, são três quadras para cima, né? Então, o que que acontece? Eh O o pessoal já vai almoçando mais cedo, né? Chegou duas horas, deu duas horas, o pessoal da da tarde rende os da manhã, os da manhã já vão, se trocam e sobem correndo para a quadra. Porque eles não precisa nem fazer aquecimento, já está aquecido desde as seis horas da manhã.

E você acha assim, depois que vocês montaram o time, assim melhorou o astral das pessoas, da padaria
Trabalho que que, que que. Não, a convivência é outra, porque é o seguinte. Como eu te falei, eu sou um cara que eu leio bastante. Eu nunca gostei de estudar, mas eu leio bastante. E eu até permiti que eles fizessem isso aí, porque você vê, nas grandes empresas, o pessoal incentiva você a tirar uma cesta depois de um de um almoço, incentiva você a uma academia. Muitas empresas tem uma academia dentro da própria empresa. Te incentiva a umas férias.

Porque o funcionário vai render mais. Tá? E vai ter o aquele espírito de união maior. Está entendendo? Então, eu a, eu a, eu senti nos meninos que eles estão com, com espírito de união maior. E fora a tiração de sarro, aquela descontração e tudo. Você vê, de manhã, eu estou na, eu estou na qualidade de dono da padaria, mas eu não me sinto assim, porque eu não tenho empregados. Eu sempre falei assim, eu não tenho empregados. Isso daí também já veio de outro ensinamento do meu pai. Nós temos eh, pessoas que nos ajudam, mas não temos empregados. Então a gente está sempre ali no meio, come a mesma coisa que eles, senta na mesma mesa. Às vezes eles têm que desabafar alguma coisa, é com a gente que eles vêm. Tanto é que eu tenho funcionário comigo há quinze anos. Tem um funcionário que está agora na padaria lá que viu eu casar. entendeu? Viu o meu começo de vida, tudo. Está com a gente até hoje. Eu conheci o filho dele pequeno. O filho dele trabalha hoje comigo e joga bola comigo. Você está entendendo? Então é aquela história de vida. E eu acho que por não fazer diferença, certo? Que eu acho que a gente não deve fazer diferença por ninguém, tá? Que é uma coisa, é uma coisa que não leva a nada. Dinheiro, coisas que não se combinam. É dinheiro e ser humano. Não se combinam. A pessoa às vezes liga muito para o dinheiro e esquece do ser humano. Então, eu eu eu nun, eu nunca quero ser rico. Eu quero ter simplesmente o bastante para para sobreviver.

Nós temos desde o ano

Dois mil. Estamos aí há oito anos. Eh e essa padaria veio até no mas, numa fase meio ruim da minha vida. Fase ruim não, porque tudo é aprendizado, né? Mas uma fase assim meio atrapalhada, vamos dizer assim, da minha vida.

Porque, como eu te falei, eu tinha padaria na cidade com meu pai. E dava, não gostava muito dos sócios.

Então, por muitos motivos, eu acabei vendendo minha parte lá. Então, o que que eu fiz? Por orientação do meu pai, foi uma orientação sábia, eu comprei minha casa, onde eu moro até hoje. Dei entrada na minha casa, meu pai me ajudou a pagar as prestações também e montei uma freguesia de doce como meu pai tinha antigamente. Só que hoje não é mais a mesma coisa, esse negócio tem está acabando, né? E eu tomei muito na cabeça, perdi tudo.

Porque eu tinha um caminhão que só quebrava, fiado, entendeu? Então eu aca, eu aqui tinha que pagar a casa, sustentar a família, então eu acabei quebrando literalmente, né? Tanto é que eu fui trabalhar de vendedor numa loja de automóveis. E meu pai continuou na padaria. Só que aí também ele viu que a sociedade não dava muito certo e tal, e depois de quatro anos, exatamente quatro anos, quatro anos e meio, meu pai vendeu. Aí ele falou assim, bom, agora eu vou, vamos comprar uma coisa para nós.

Mas eu falei, mas eu acho que a gente deveria de colocar as minhas irmãs junto. Aí nós andamos procurando coisas tal para comprar para para a família trabalhar, que sempre foi o sonho dele. E aí nós achamos essa padaria, que foi uma bênção de Deus, que essa padaria também veio de uma família, nunca teve outros donos, era de uma família que são pessoas do bairro aqui, sempre viveram no bairro, são pessoas ótimas, também era o pai, o o filho e duas meninas.
Olha, coincidência.
Coincidência.

Eh, pelo que a gente sabe, era uma pessoa também maravilhosa.

Não, são pessoas assim, eh como se, como se fossem pessoas eh da nossa família. Como se nós já conhecêssemos há muito tempo. Então nós já pegamos esse negócio sadio. Uhum. Tá? Sadio, com uma boa energia. E continuamos. Aí nós demos continuidade, sempre demos continuidade ao trabalho deles. E conseguimos reformar. E estamos aí até hoje. O sonho do meu pai se concretizou. Está a família trabalhando aí. Todo mundo junto.
Deixa eu só trocar a fita

O que a gente quer perguntar, ô sobre o nome da padaria, né?

Nós estamos na esquina, eles eram do meio de quarteirão.
Hoje. Não tem mais, né?
Não, hoje não existe mais. Hoje até um, está está finalizando a construção de um prédio de apartamento.

E o nome veio. O nome já estava quando a gente veio. À outra, possivelmente.

Porque sempre a gente ouve comentar assim que é puxado. Mas assim qual que é o cotidiano? Você tem que acordar que horas, tem que abrir que horas, você tem que preparar a massa no dia anterior. Explica um pouquinho para a gente como é que é isso.
Na realidade, padaria é vinte e quatro horas por dia. Você vê ela fecha A área comercial funciona das quinze para as seis da manhã. Não pode atrasar um minuto, senão meu pai já começa a bufar. <laughs> Entendeu? <laughs> E está certo ele, tem que levar a coisa a sério né. Da da quinze para as seis da manhã até às quatorze horas, tá? E Desculpe, da até as horas você fechou, entram os padeiros que vão fazer o pão à noite para a gente abrir ela de manhã. Então, quer dizer, ela funciona a realidade vinte e quatro horas. A rotina é bem estafante, né? Mas para quem gosta, te tem que gostar. Se você não gostar de padaria, você nem entra que você não vai aguentar, tá? Porque tem os problemas diários, tem o problema com o funcionário, às vezes ele está com os seus problemas, você está entendendo? E você tá e está sempre ali rindo para o cliente. Você não pode levar aquilo lá para dentro, você tem que Os problemas lá de dentro você tem que resolver nos bastidores sem que ninguém veja. E a gente trabalha muito e corre para lá, para cá, ocupa muito a vida da família. Você tem que ser artista para você poder vi viver uma vida social com a família e ter padaria. Você tem que ser artista.
De domingo a domingo.
É de domingo a domingo. Para você ter uma ideia, aqui a gente ainda tem uma moleza. A minha folga do meu pai é de quinze em quinze dias num domingo. Mas como como a, como nós somos em quatro, tem minhas irmãs também que trabalham muito bem, tá, então a a gente tem assim um período que eles retira tipo doze dias e sai de férias um. Meu pai vai para Portugal, fica dois meses, pode ficar tranquilo, que nem ele vai agora no meio do ano de julho. Ele pode ficar tranquilo que ele vem ele sabe que a padaria vai estar aberta. Não sei se vai ter alguma coisa dentro, mas ela vai estar lá aberta.

Não, eu estou brincando. Mas ele ele foi um ano aí, um ano e meio atrás, ele foi e na hora que ele veio eu tenho certeza que ele não se decepcionou.

A primeira vez ele foi ainda meio com o pé atrás, né? O A primeira vez que ele largou ia deixar só os filhos, né? E acho que ele veio, acho que não decepcionou, né? Mesmo porque com o tapinha nas costas que ele me deu antes de embarcar, eu não podia nem decepcionar ele, né?
<laughs> Não deixaram espaço.
Não, pai, o negócio ó, o senhor vai ó, aproveita bastante, boa viagem e tal, vai abraçando ele. O senhor pode ir sossegado e tal, quando o senhor voltar vai estar tudo em ordem. Eu quero ver. Só falou isso. Ele entrou com um para bom entendedor, mas a gente deu conta do recado, não só eu, não tenho mérito nenhum, as meninas têm o mérito, os funcionários, eu chamei eles, falei assim ó, meu pai não está aí, nós temos que tocar isso daqui, deixar pelo menos, no mínimo, igual a quando ele está aqui. E eles ajudaram bastante, é mérito de todo mundo.

Né assim é, é meio tradicional, tem a, eu lembro da doçaria do, tem tem tem muitas doçarias também, não só padaria, mas muitas doçarias que são tocadas por pessoas de origem portuguesa. Por que que você acha que isso acaba acontecendo?
O português, ti tipicamente, ele já é do comércio. Se você pesquisar na história, você vai ver que o português, ele já era um navegador, era um comerciante. Nas Índias, essas coisas todas. Então, eu acho que já vem dos tempos remotos. Já está no sangue. Vai passando de geração para geração. E e também a Eu acho que é aquela vontade mesmo de vencer. É a mesma coisa o o migrante que vem do norte para cá. Ele vem com aquela vontade de vencer. Está entendendo?

Então ele não se acomoda, ele pega qualquer serviço e tal. E aí vai depender da sua cabeça, né? Não que o português seja melhor do que o, do que o nordestino, não. Eles são bem parecidos até. Está entendendo? Então acredito que, que é mesmo da raça. Está no sangue mesmo. Já desde os dos

Você acha que ficou faltando alguma coisa para a gente perguntar?
Acho que falar um pouquinho da minha Eu falei da minha família pai, mãe e irmãs, né? É. Agora da da minha família.
Quando você casou. É. Quando você conheceu sua né. Quando eu conheci minha. Onde foi?
O casamento foi perto da padaria até. Basílica Nossa Senhora do Carmo, foi um casamento bem legal. Entendeu, foi Foi muito bonito. Meu pai, ele deu a festa de presente. Então eu até me lembro como se fosse hoje o o, o meu pai combinando com a mulher do buffet. A mulher do buffet, seu, o negócio é assim, assim, assim, assim, ele é, tá, tá, é não sei quanto, não perguntei o preço. <laughs> Eu quero saber se a senhora vai deixar faltar alguma coisa. Eu não quero saber o preço, não quero que falte nada. Sobrou coisa adoidado, mas foi legal, foi legal, foi muito legal. E eu prometi para minha mulher que eu, co quando eu conheci ela, coitada, ela era tra, era pobre, né? Trabalhava tal, tudo mais, bem esforçada, estudava, trabalhava. E eu prometi para ela que eu ia dar para ela um casamento de princesa. E com o meu esforço dela também e tudo, né? Eu consegui, eu acho que eu consegui, porque foi bem bonito. Até hoje eu me lembro dela.

É, entrando na igreja?

Quando abriu a porta da igreja, eu me lembro dela. Estava linda. Estava linda, linda, linda. Minha mãe foi com ela, minha mãe e minha irmã foram com ela comprar o vestido de noiva. Na vinte e cinco de Na, na rua das noivas, né? São Caetano. Ee E eu nunca fiquei tanto tempo sentado dentro do carro como aquele dia. Eu acho que eu passei umas quatorze horas sentado dentro do carro esperando elas.

Mas não vi o vestido e tal, tudo mais. Só vi bem no no dia que ela entrou. Mas ela estava maravilhosa. Estava muito linda.
Valeu a pena esperar.

<laughs> Valeu a pena. E hoje ela não mudou nada. Ela está cada vez melhor. Está cada vez mais bonita.
Que legal.

Crianças
Ah, meus filhos são lindos.

Ela a apronta tudo que você imaginar, vai para tudo que é lugar, não tem medo de nada. Você pode ir num campo de futebol com ela, como eu falei, e que que ela está ali no meio da torcida, quer ficar no meio da torcida organizada, no meio de batuque. Porque a torcida portuguesa é uma torcida mais sossegada. Como há pouco tempo atrás a portuguesa estava na segunda divisão e a gente não tem muito acesso, então assim em jogos fraquinhos tal, você ficava no meio da torcida. Tanto é que uma vez eu perdi ela dentro do estádio, né? Eu perdi ela dentro do estádio uma vez, a minha filha. Eles entram com com o time no campo, com os jogadores. Então eu deixo eles na porta do vestiário e subo vou para a arquibancada. Depois tem a noiva do do filho do presidente lá do clube, ela que cuida da da molecadinha que entra no campo.

Aí tudo bem, estou lá na arquibancada no lugar marcado Nesse dia o, nesse dia ia ter uma festa da torcida Leões da Fabulosa, que é a torcida da portuguesa, né? Ia ter uma festa de aniversário e o presidente da torcida pediu para o meu filho e o filho dele levar a faixa, entendeu? E passando em volta da do do, dando volta no campo para, para promover, para promover a festa. E a menina entrou no colo do goleiro da portuguesa. E depois ficaram ali correndo e tal e o o pessoal da federação botou a molecada e eles continuaram. Botou a molecada para fora e eles continuaram com a faixa. Depois, estou esperando lá, não vem ninguém. Eu falei, bom, estão no meio da torcida lá. Quando eu fui no meio da torcida ver se eles estavam lá, meu filho está lá no batuque. Cadê, tua irmã não está com você? Falei, como está comigo? Quem estava dentro do campo com ela era eu ou era você? Aí já ele já começou a ficar branco, verde, amarelo, cor de rosa. Ele falou que começou a dar ânsia de vômito nele. Eu falei, e agora? Eu sabia que dali ela não ia sair. Eu falei, e agora? Se você perdeu tua irmã, como é que vai ser? Não sei o quê. Aí, aí o presidente falou, não, espera aí que nós vamos achar ela.

Não, comigo não está. Aí liga para o outro, comigo não está.

Estava na tribuna do presidente, comendo salgadinho e tomando Coca-Cola. <laughs> Aí Aí mandaram ela lá para baixo para mim, né. Mas ela é muito esperta. Ela foi para lá, mas aí daqui a pouco a menina falou que ia deixar ela lá no portão para mim, que que divide as tribunas, né. Mas daqui a pouco eu já escuto um alto-falante.

Ela é danada. Ela Nossa, é terrível. Ela é terrível.
O que que ela gosta, assim, quando entra em campo com o jogador? O que que ela gosta?
Ela sai correndo. Ela na mão de um e sai correndo. Ela sai correndo e eles levantam a mão e ela está lá no meio e fica e dá beijo. Ela é muito muito esperta, muito esperta.

Você vai para a praia com ela, você tem que ficar segurando ela, porque ela vai com a água no pescoço, não está nem aí. A onda vem, pega, leva, vira cambalhota, fica que nem um bife à milanesa lá, cheia de areia, não está nem aí. Não está nem aí. Ela é danada, viu?
E seu filho está indo para Portugal agora com seu pai? Meu filho está

Meu pai está que não se aguenta, né? Acho que está gostando mais do que ele. <laughs> É porque meu filho sempre gostou muito da da raça. Meu filho foi muito ligado à raça. Há pouco tempo atrás até, na escola, ti tivemos que pegar no pé dele, porque ele cismou que ele era português quando era pequeno. Que o pai era português, mas eu não sou, sou descendente apenas. Meu meu avô era português, então que ele era português também. E aí nós tivemos que explicar para ele. Agora não, agora ele entendeu, né? Mas ele, ele, ele honra muito a raça. Meu filho não pode falar mal de português perto dele.

Anos. E que, para que cidade eles estão indo?
Eles estão indo para o Porto. Mas meu pai anda Portugal inteiro. Meu pai aluga um carro, já pega o carro no aeroporto e ninguém segura. Meu pai ele pega o carro zero quilômetro no aeroporto e devolve com quarenta, cinquenta mil quilômetros. E roda dois meses. Ele vai para a Espanha, vai para tudo que é lugar com, de carro.

Acho que vai ser um aprendizado e tanto para o seu filho.
Ah, vai. Vai e eu estou, estou gostando que ele vá né Eu nunca fui. Minhas irmãs já foram. Nunca fui na época, não Eu tive até oportunidade, mas preferi ficar olhando um negócio que meu pai tinha comprado. Mas, mas não estou nem com um pouco de ciúme. Eu sei que o, que ele vai aprender bastante, entendeu? Um dia que eu tiver a oportunidade, eu vou também, né? Mas eu acho que ele vai aprender bastante, vai conhecer outra cultura, ele que está estudando, tudo mais, eu acho que é uma legal para ele, entendeu? E a minha família é isso aí, é uma família muito legal, eu a, eu adoro eles, vivo muito bem, graças a Deus, não sou rico tá, tenho simplesmente minha casinha, temos dois carrinhos para andar, eles estudam em escola particular, temos um bom plano, temos os, um bom plano de saúde, Temos o que, o que é essencial para sobreviver. Sempre na humildade que a gente ensina para eles. Na humildade, se tiver comida, bife a gente come, se não tiver a gente come ovo. E sempre todo mundo dando risada e, e é assim que vai.
E como que você consegue conciliar esse ritmo da padaria, né? Com esse horário. Aham. Quinze para as seis, tem que estar aberto, né? É Com com a sua vida pessoal, com a sua família, sua esposa, seus
Tem dias que eu durmo duas horas por noite para vir trabalhar, né? Por exemplo, ô eu gosto muito de estar com eles. Eu não não não não, sabe eu não não sou de de. Fora deles assim, de sair com eles, eu é o jogo de bola que eu vou, só isso. Entendeu Ou então tem um rapaz que é muito amigo meu, que ele tem uma agência de automóveis perto da minha casa, e eu gosto muito de conversar com ele e com a mãe dele lá, uma senhora que tem lá né. Então é o único lugar que eu vou. Fora disso, é com eles. Mesmo assim, meus filhos procuram, procuram estar sempre junto comigo. Certo. Eu gosto muito de estar com eles. E eh, eu tenho que me desdobrar às vezes para isso. Por exemplo, eu trabalho até duas horas da tarde, aí eles querem sair. Eu sou capaz de chegar duas horas da tarde, sair e chegar três horas da tarde em casa. E se eles falam, pai, vamos comer um doce na pracinha dos doces lá em São Vicente, na Biquinha, eu pego o carro e vou. Com o maior prazer. Porque a é o, é o único vício que eu tenho, são eles. Então eu gosto muito de estar com eles e, e me desdobro, não tem problema nenhum. Se precisar virar à noite para Para, para voltar e trabalhar, virar a noite com eles, uma festa de alguma coisa, e trabalhar no dia seguinte eu, sem problema nenhum. Eu venho, trabalho, duas horas da tarde, vou para casa, desmaio na cama e pronto. <laughs> Vai vai para outro. Então, você tem que, você tem que se desdobrar, você tem que se virar em dois. Às vezes, eu até, até reconheço que estou em falta com a minha esposa, às vezes, porque o casal precisa dar uma saída, uma dançada tal. Eu não gosto muito de dançar, ela adora.

Então eu fico sempre me esquivando, tal. Mas eu tenho um pouco, nesse sentido, eu estou um pouco em falta com ela. Mas de resto, eu acho que ela não tem do reclamar, não. Eu acho que eu sou um bom marido.

Ela é, ela é artesã Ela mexe com madeira Ela aprendeu, ela aprendeu, continua se reciclando até hoje, né? Ela mexe com madeira, mexe com vidro e mexe com É. Ela sempre quis ver alguma coisa que aí ela tem uma mão, ela tem muita habilidade nas mãos, ela é muito caprichosa, entendeu, então ela se achou nisso, entendeu. E até ela tem um ateliezinho que eu montei com no fundo de casa para ela, comprei as madeiras, fiz prateleira. Tem um quarto de empregada lá que a gente usava só para bagunça, então hoje é o ateliê dela. O ateliê dela. Ela vai lá, ela faz as peças dela, eu trago para vender na padaria, só que ela tem vergonha de vender

Pô, arruma uma feira de artesanato, arruma alguma coisa. Uma amiga nossa, que é madrinha da minha filha, ela tem uma, uma loja de artesanato, só que ela mexe com tapete e arraiolo, né?

Mas eu ainda vou pegar, vou arrumar um tempo para colocar, nem que seja dentro de um carro, parar numa praça, montar uma barraquinha ali e ficar ali.
Empresariar.
É, dá uma, dá uma força para ela, porque realmente dá dó, porque ela tem uma mão muito boa e as peças dela são muito bonitas.

Talentosa, né?
Ela é talentosa, muito. Ela é. Muito talentosa.

O que que você tem? Qual é o seu sonho? Além de tudo isso que você já fez, já conquistou.
É, como eu te falei, eu Eu eu gosto muito de, da da simplicidade, tá? Eu acho que o ser humano não precisa de muito para sobreviver. Eu não necessito de ter uma bê eme dáblio, eu não necessito de ter uma me, uma mercedes, tá? Eu necessito de ter eh, a família. Acho que é a maior riqueza que um ser humano pode ter. E estar a gente junto com eles, né? Eu me considero um homem realizado, porque o que que eu quero mais da minha vida? Eu tenho dois filhos maravilhosos. Eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho o meu lar que muita gente trabalha a vida inteira e não consegue ter. Tenho o meu comércio, tenho o meu pai, minha mãe, minhas irmãs do meu lado. O que que a gente pode mais querer? Está todo mundo com saúde, entendeu? Então eu só quero que a vida, peço a Deus né, a vida dê continuidade a isso e que meus filhos peguem um pouquinho assim da gente, continue levando isso para frente e E que vivam também do do jeito da gente, procure ajudar pessoas né, que a gente, me mesmo que você seja com um copo de água, dê um copo de água até um prato de comida, o que você puder ajudar, eu acho que a gente tem que ajudar. Se fosse assim, não existiria tanta miséria, tanta pobreza, tanta desigualdade. Não é só porque eu não, eu tenho condições e o outro não tem, eu vou virar as costas para ele. Eu acho que o que a gente puder fazer, a gente tem que fazer. Mesmo seja, sendo pouquinho.

Você está contando sua história, revisitando seu passado, ter deixado registrado isso, eh a sua trajetória de vida para o Museu da Pessoa, ter olhado para o seu passado?
foi uma oportunidade muito boa, foi uma oportunidade que também veio por acaso né, através do time da padaria, que é um cliente, eh indicou a gente aqui, aí a Ana entrou em contato né. Então foi uma oportunidade bem legal, aí você vê, passa um filme na mente da gente. Né. Você está aqui, não sei nem quanto tempo nós estamos aqui, mas passa um filme na mente da gente o. Aconselho toda pessoa que tiver oportunidade. De vir porque é muito gostoso, porque realmente você volta ao tempo, você, você se sente lá, no lugar, né? É muito legal. Aconselho o pessoal que tiver oportunidade, não deixe escapar não, porque é muito gostoso.
Você tem que se trazer, acho que você tem que trazer seu pai para dar entrevista aqui para a gente. Depois que ele voltar de viagem.
É ruim, hein?

É ruim porque ele é, ele é é meio tímido para isso, né? Ah, a gente conversa. Não mas eu a, mas

Acho que ele encara.
Fica aberto aqui o convite.
Tá ótimo, obrigado.

colaboração aqui com a gente.
Não, eu que agradeço. Obrigado, eu agradeço mesmo. Eu que agradeço, ó. Oportunidade